Aproveita esses cinco minutos.

Está claquetado <laughs> Boa tarde.

ãh, gostaríamos de começar a entrevista perguntando o seu nome completo, uhum, o local e a data do seu nascimento. É,

Eh... E o que mais?

de mil novecentos e sessenta e quatro, às vinte e uma e quinze <laughs>

a origem deles

Conta um pouco a história

Os três nascemos na mesma maternidade, tanto eu quanto meu pai e minha mãe.

Meu pai ele é... descendente de portugueses. Ele é filho de portugueses. Minha avó, portuguesa, portuguesa mesmo. de origem todos portugueses, né? Meu pai, não. Meu pai já era neto de italiano. Então, diz até que esse sobrenome romano ~eh... até uma... Eles tinham um outro sobrenome quando saídos da Itália e eles, na verdade, migraram, né, para Portugal e, nessa época, Eles chegaram lá e e e os receberam como romano. Então, esse sobrenome é um sobrenome que que foi alterado. Pelo que eu sei, também a maioria dos romanos é isso. Esse sobrenome não é um sobrenome italiano mesmo. Ele só indica a origem.

Ela é toda filha de... Ah, não. lembrei uma coisa. A minha mãe... O meu avô era italiano. Minha avó era argentina. mas ela, grande parte da vida dela, achou <laughs> que ela era brasileira, porque eles saíram de navio de Portugal, meu bisavô, com a minha avó, a minha bisavó grávida. Então, ele queria que ela nascesse no novo mundo. E eles pegaram um navio, todos analfabetos, eram imigrantes, né, e pegaram um navio para descer na capital do Brasil, que era Buenos Aires <laughs> Então, a minha avó nasce na Argentina, para o susto do meu bisavô, e aí depois eh eles ficam por lá alguns anos, é, alguma coisa em torno de seis anos, e com seis anos, então minha avó,

Tem uma história, diz que quando, é, por parte do meu pai, U... u meu avô casou com a minha avó aqui no Brasil. Então, eles eram de bairros diferentes. Meu avô era daquela região da Pompeia, né? porque ali também moravam muitos portugueses, né, que é mais ou menos isso, acho que a colônia se atraía, né. Ainda tenho, inclusive, parentes ali, Cardoso de Almeida, aquela região, uns tios e avós que ainda estão vivos. Então, quando meu avô casa com a minha avó, a princípio ele ia ficar lá. Mas eh... eles eram floristas, trabalhavam com flores. Né, e... e interessante assim, que quando eles saíram para procurar um lugar que fosse plano e que não fosse caro, porque, afinal de contas, eles eram imigrantes, não tinham grana, E eles vão procurar um uma chácara ou um sitiozinho para alugar.

Pelo que diz o meu avô, era um grande charco, um lugar sem muito atrativo.

Então, aqui era um trajeto de boi. Depois continuaram chamando de estrada da boiada, e, mas era... virou caminho de bonde. Então, acho que porque era um lugar mais aberto, uhum, de mais fluxo. Então, quando eu nasci, ainda tinha bonde.

Aqui também passava um riozinho, a um quarteirão daqui, passava um riozinho aqui embaixo. E a casa da minha avó era bem próximo a esse riozinho, né, Eram três casas que eles montaram. Compraram o terreno e construíram três casas. Então ali nasce minha mãe e os dois irmãos dela. Então, por causa dessa proximidade, né, da casa do meu pai até a casa da minha mãe, eram dois quarteirões, três quarteirões. Aí eles acabaram se conhecendo, eles têm a idade muito próxima, dois anos de diferença, e... Ãh... A minha mãe, eu sei que foi o primeiro namorado e único da minha mãe, foi meu pai. Já meu pai, parece que não, teve outras histórias. Ele até, ele namorou com a minha mãe durante um tempo, aí eles separaram, aí ele ficou noivo de uma outra moça, e depois, é, ele rompeu esse noivado, achou que era minha mãe mesmo, voltaram. Aquela coisa, ela continuou esperando, <laughs> E deu certo, né? E aí estão juntos até hoje.

E é isso. E tiveram
Eu sou o primeiro, são três, né? uhum, e... E a gente até é engraçado porque tive que trabalhar muito meu nome.

E um nome de origem inglesa, né? E eu sempre questionava isso, né? Então, eu lembro de falar assim, poxa, ninguém fala meu nome, ninguém fala meu nome. Então, eu era pequenininho, como é que é seu nome?

Então, eu achava que tudo bem, mas os outros não, né? Então, quando alguém ia repetir meu nome, falava, como é seu nome?

E era terrível, né? Nunca ninguém falava, então eu sempre questionei isso.

E o sobrenome romano também tem ene, né?

E ele falou que quando ele foi casar e... tudo que ele foi fazer, abrir empresa, comprar casa, sempre tinha que estar ãh justificando que os homônimos tinham nome su <laughs> sujo e ele tinha que estar provando que não era ele.

Ele falou, ah, quando nascerem meus filhos eu vou pôr nomes diferentes.

E a minha irmã é a caçula, né, ela tem sete anos de diferença quase de mim para ela,

Então os três têm nomes esquisitos, eu não tenho outro termo. <laughs> Mas é... são nomes diferentes, né, com sobrenomes comuns. Então, engraçado. E a gente vê, pelo Brasil é muito comum.
Né, e seu pai trabalhava com o quê?
Então, a princípio, meu pai eh... eh... meu pai tem uma história interessante.

Aí depois, quando ele chegou na adolescência assim, ele queria jogar futebol, queria jogar futebol. E aí ele conseguiu, foi, ãh, passou pelas tais peneiras para entrar em times de futebol, corintiano, doente, acabou indo jogar no Corinthians, conseguiu ser profissional, jogou pouco tempo, acho que uns três ou quatro anos como profissional no Corinthians e depois ele teve um problema no joelho e tinha que operar e ele morria de medo e ele parou com a carreira de futebol. Nessa época ele casa com a minha mãe, aí eu já logo em seguida já apareço <laughs> na história, eu nasci no nono mês de casamento deles, <laughs> foi hiper rápido, a minha mãe até conta que foi horrível, que ficava aquela história assim, será que casou grávida? E ela, coitadinha, até para ela era um tabu danado essa história de gravidez e virgindade, né, porque ela falava, mas é horrível me falarem isso, se eu sei que eu casei virgem. E aí, quando eu nasci, né, disse que ficou um clima, algumas pessoas da família mesmo, aquela Mas meu pai estava tranquilo, ela também, então tudo bem. Então eu já nasci logo que eles casaram. Nessa época, meu pai, como havia parado de jogar futebol, meus avós ainda continuavam trabalhando com flores.

Aí o meu pai montou uma loja de acessórios para carro, que não deu muito certo, acho que ele ficou um ou dois anos, e em seguida ele migrou para para a tinta automotiva e depois para a tinta ãh residencial, todo tipo de tinta. Ele ficou uns bons anos com isso, ele me criou e aos meus irmãos, ele criou uma rede de lojas de tinta.

Mas tem ainda essa rede? Então, aí
Ele... Então, na época do primeiro plano que houve, não me lembro se foi o Cruzado, é... ele não estava bem estruturado, a empresa não estava muito bem estruturada, e ele teve que vender, porque ele ia falir. Então, aí ele vendeu a empresa E ele relutava, ele não queria ser florista, né, porque a família toda, os irmãos dele, floristas, os pais floristas, ele não queria ser florista. <laughs> Ele queria ser diferente. E aí ele foi, ãh... relutou, relutou, acho que uns três anos, ficou sem emprego e o dinheiro das lojas acabando. E aí, por pressão da minha mãe, que falou, olha, não dá, temos que montar alguma coisa, montaram uma floricultura. E por ãh... aquelas coisas do acaso, exatamente na Praça Pan-Americana, <laughs> que antes era terreno das plantações da da família, E que está lá até hoje, né, eles É uma banca, que nem uma banca de jornal, uhum, dessas sofisticadas maiores, assim, só que é uma banca de flores.
Então seu pai está
Até hoje. Agora está lá meu pai, né, que já está com sessenta e oito. E meu irmão, que está com quarenta e um, está trabalhando com ele. E minha irmã também. O único que não está lá, agora o diferente sou eu <laughs> O único que nunca... Eu trabalhei com flor. Quando eles montaram, eu acabei trabalhando. Mas eu estava na época de faculdade. E assim que eu me formei da primeira faculdade, né, que era de comunicação, aí eu fui trabalhar com agência de publicidade, com promoção, na verdade. Aí saí das flores.
Antes de a gente se nessa área sua acadêmica, profissional, vamos voltar lá na infância e tal, aham. Então, seu pai trabalhava com com comércio, né, tinha um comércio, é, e a sua mãe trabalhava? é
nessa época, ãh, enquanto tinha as lojas de tinta, não. Ele tinha, sei lá quantas, umas dezenas ali, às vezes, de funcionários. Então, minha mãe não trabalhava, tinha Meu pai tinha um sócio, né, então minha mãe ficava só em casa. Mas aí, assim que começa a história das flores, como meu pai relutava, ele não queria trabalhar com flor, Minha mãe que conseguiu até inclusive permissão na prefeitura para poder tirar a documentação para montar a banca né, hum, e... nessa ãh a minha mãe acabou trabalhando, né, acredito que até uns dez anos atrás. Ela gosta. Flor é uma coisa agradável, né, de trabalhar.

Vocês eram eram três irmãos, né? Aham, ãh, conta para a gente um pouco, que brincadeiras vocês faziam, ãh, como é que eram as brincadeiras nessa época aqui?
Aqui até foi uma infância muito feliz. Emocionou de lembrar.

Onde era o terreno da nossa casa era como se fosse uma vila, uma ruazinha sem saída, né, mas era um quintal, e... não era uma rua, que tinha três casas e uma floricultura. Essa floricultura está aí até hoje. Então, na floricultura, era a floricultura dos meus avós, eles trabalhavam ali.

Então, hoje, inclusive, ela tem nome de rua. O nome da rua onde moram meus pais é o nome da rua da, é o nome da minha avó. Como que é? é

E... minha avó era uma mulher muito...assim, além da época.

Minha avó era muito arrojada, A gente até brincava que o homem da casa era a minha avó, né, <laughs> Meu avô estava lá junto, mas era um coadjuvante praticamente, porque a minha avó era muito ãh enérgica, ela era impressionante, e... Mas a minha infância foi ali, então Nesse quintal, né, tinham três casas. Uma delas era a casa dos meus tios. O irmão do meio, o mais velho, era meu pai. Então, era o segundo irmão, né, que morava ali também, que tinha, que teve dois filhos. E meus primos também têm a a idade muito próxima a minha e dos meus irmãos. Então, nós éramos cinco crianças ali brincando.

É incrível isso.

E era muito gostoso, porque era uma brincadeira sempre saudável.

E... Lá era um morro mesmo, um barranco de terra vermelha. A gente brincava de bolinha de gude, empinava pipa, tinha um vento fantástico. Todas essas brincadeiras amarelinhas, né, brincadeira bem de criança, pulava corda. esquibunda, a gente arrumava sempre <laughs> um pedaço de papelão e descia aquilo sentado, ia parar lá no meio da da rua, era muito legal. Brincadeiras bem daquelas antigas de infância. Aí eu cresci um pouquinho mais e com doze anos a gente mudou para perto da da minha outra avó.

Então, dois quarteirões só de mudança, né.

E... ali naquela rua tinha muita criança, muita criança, né, todos mais ou menos da mesma faixa etária. Então, aí sim, foi dos meus doze aos Nossa, acho que foi uma época muito, com relação à brincadeira, tinha de tudo, né? A gente brincava de polícia e bandido, que era uma delícia, porque era muita criança. Futebol na rua todo dia, descalço, aquela coisa de chutar o chão, rebentar o dedão. Bicicleta, é... também bolinha de gude, era muito legal da gente brincar. Pião, ãh, corda, eh, acho que era... Mais ou menos isso. Mas foi muito saudável.
Você falou do bonde, né, que você lembra do bonde.
olha, eu acho que... Olha, eu acho que em sessenta e oito, mais ou menos, no finalzinho da década de sessenta. Eu sou de sessenta Mas eu tenho uma memória, assim, <laughs> impressionante, às vezes, que eu cheguei a lembrar, quando a gente morava nessa primeira casa, né? onde era o terreno lá da minha avó paterna, é... tinha... Logo que eu nasci, meu pai ainda estava ajeitando a casa, né. Então, tinha um quintal grande, gostoso, e tinha uma área onde a minha mãe usava, onde estavam colocando tanque, na verdade, onde a roupa ficava para secar, e ali ainda era de terra o chão, né, e...

O encanamento acho que não estava legal do tanque, né, então a água dava uma corrida pelo chão, assim, água do tanque só, né. Então era uma água, na verdade, limpa. E eu lembrei de uma de uma cena, eu falei para minha mãe, mãe, acho que eu tive um sonho, ainda pequeno isso, Eu eu lembro de estar sentado num lugar com muito sol, numa cadeira grande, xadrez, vermelha, xadrez com preto, azul e branco. E eu lembro de eu pisar numa rodinha com o pé e não sei um porquê, mas eu estava, de repente, na água. Aí eu lembro que era um negócio... de água e aquilo me assustou, foi um sonho esquisito e tal. E minha mãe ficou emocionada e falou, não foi um sonho. Diz que eu tinha três meses nessa época, eu estava ainda entendendo <laughs> como é que ia ser o começo da vida, né, <laughs> você que tem filho pequeno, e ela me sentou no carrinho de bebê enquanto ela lavava a roupa. e ela me colocou ali num lugar onde eu pudesse pegar um solzinho, porque era de manhã, cedinho, né? Então, para eu tomar aquele solzinho de manhã, ela me colocou meio que sentadinho. E eu pequenininho, né? Eu fui, sei lá o que eu fui fazer, mas eu desequilibrei o carrinho, que era exatamente um carrinho de bebê vermelho, ãh, com preto, azul, branco, um xadrezinho, né? E de pano, eu lembro bem desse carrinho até hoje. E eu caí, o carrinho virou, e eu caí exatamente na água na água que corria do tanque, né? Então, a minha mãe ficou emocionada, achou que havia me traumatizado, né? <laughs> E não foi nada disso. Para mim, era uma lembrança como se fosse um sonho. Então, eu tenho lembranças assim. E o bonde, eu sentava com o meu avô aí na na estrada da boiada, né? Na época, que era maconiz já. Mas eu ficava sentadinho lá, e ele falava, olha, que carro é esse? Aí eu sabia os carros, né? Então, Impala, né, todos os carros daquela época, já tinha Fusca. E, de vez em quando, eu passava o bonde, eu ainda lembro. Então, havia o trilho, a rua era toda de paralelepípedo, né, e passava o bonde. Mas, é... Então, essa é uma lembrança vaga. Então, já cheguei a discutir isso uma vez com meu pai e ele falou, não, acho que foi lá por... que o bonde sumiu definitivamente. Já havia ônibus e tudo, então já foi por aí.

Você se lembra de algum episódio, alguma brincadeira, alguma coisa que tenha acontecido que tenha marcado esse período? Você sempre tinha uma rotina de brincar de futebol, né, é. Mas alguma coisa que lembra desse período,
Tem bastante, né.

ali era um terreno de uma companhia que chamava City.

Então, tinha essa City Pinheiros e tinha uma outra que era a City Lapa. Então, essa companhia City tinha terrenos grandes aqui que eles faziam, acho que trabalhavam exatamente com isso, com loteamentos e tal. Então, nessa época ainda era um terrenão, né? grande, arborizado, e que passava lá, então, esse rio. Então, aconteceram algumas coisas, assim, da gente pular, que era tudo cercado, isso, Então, a gente queria pular para lá, para brincar, subir em árvore, porque era uma delícia. É gostoso a gente fazer o proibido, né? Então, aquele muro em volta, para a gente, era... Tudo de mais atraente. Então, a gente, de vez em quando, pulava para lá e ia brincar lá na mata. E aí, vira e mexe, acontecia alguma coisa, de cair de árvore.

Mas assim, há poucos anos atrás ainda era uma mata incrível isso. Mas era só ali, né.

Eu lembro bem disso. Não tinha nem árvore. Era um lugarzão horrível. Hoje, lindo, né. Mas a gente ãh ... acho que um episódio mesmo... Esse rio era famoso, né? Esse riozinho que ele passa, ele ainda passa aqui, ele está canalizado, mas ele passava aqui desde sempre, né? Então, minha mãe que contava uma história que aqui na na vila havia uma senhora que era uma negra e, assim, hipermagrinha, né? E ela vira e mexe estava lavando roupa mesmo pelo rio, que era limpo, né? E.... ela eu acho que a atividade dela era lavar roupa. E quando chovia, esse rio aumentava muito o volume de água e as crianças ficavam brincando até um determinado ponto de pular de um lado para o outro do rio, inclusive minha mãe. E até que um dia, né, uma criança caiu, a correnteza estava forte, e saiu arrastando esse menino e não deu para ninguém pegar. E essa senhora viu o menino cair na correnteza e ela correu, correu, correu para tentar pegar e não conseguia, correnteza forte, e até que havia já uma parte desse rio canalizada, de onde é o Morro do Por do Sol até a saída no Rio Pinheiros, que deve ter quase um quilômetro nessa distância. E o... e a mulher tentou até que ele entrou pelo cano mesmo do rio e aí não deu para ela pegar, mas ela não desistiu. Coisa interessante. Ela correu, correu desesperada até a porta do onde o cano desembocava no rio e ela ficou sentada com as pernas no cano esperando para ver se a criança passava e a criança bateu e ela pegou e ela salvou. a vida desse desse menino, que ele já é falecido, mas ãh ele saiu, estava com os bracinhos, as pernas quebradas, acho que ele veio se batendo no cano, desacordado, mas ela salvou a vida dele. Então, eu cheguei a conhecê-lo, né, ele era uma geração, da da geração da minha mãe. Então, existia uma lenda assim desses lugares que a gente, mesmo tantos anos depois, a gente ainda morria de medo. Quando chovia... Não vamos chegar perto do rio. Então, a gente não brincava muito nessa... Era perigoso, gostava, mas também tinha os cuidados.

conhecem essa história?
Assim, o que diziam, né, é isso, que, na verdade, era um português, ele era numa fazenda aqui, era um terrenão, né? Ele tinha três filhas e... as terras foram divididas com o nome das filhas, que é Aida, Madalena e Beatriz, e... Mas eu não sei, isso também nunca... eh... Talvez minha mãe e meu pai falassem com mais precisão, mas assim, para a gente isso era uma história, não sei nem se se realmente é fato. Parece que é, né, mas... Não sei te falar com precisão.
É, porque como a sua família, seus avós já moravam aqui, é. É. Falando em infância, e a escola? A escola você começou
Então, ãh... é... eu, aqui na Pedroso de Moraes, né? Pedroso, quase com Rebolsas, tem até hoje uma escolinha que eu fiquei lá, acho que seis meses só, porque eu tinha quatro anos quando me colocaram nessa escola para fazer os prés, né? E foi até uma história traumatizante, assim, para mim. Eu nasci canhoto, muito provavelmente.

Já não sei, <laughs> mas assim, eu devo ter nascido canhoto. Então, ãh, quando a professora lá nessa escolinha, me... era uma escola pública até hoje, ela me punha para desenhar ou pintar, qualquer atividade básica. Ah, eu me lembro até de uma que era fazer um labirinto, e eu lembro que eu fazia isso e ela me batia. Então, ela me batia com uma régua que ela tinha grande de madeira, batia na mão, me chamava de burro. E eu não entendia o que se passava. E aí eu comecei a não querer ir para a escola. E meu pai achava que era porque eu queria ficar com os irmãos em casa, e... Aliás, naquela época eu só tinha um irmão ainda. Tinha os primos. Mas eu... não era isso. E eu calava, né... E aí ela me batia. E até que um dia...eh... Eu lembro dela me bater com a régua. E... tinha um banco, <coughs> olha que gozada, nunca me emocionou essa história, mas tinha um banco alto, para mim era imenso, aqueles bancos que nem banco de bar, né, e ela me colocou no canto da parede, sentado em cima daquele banco, com a cara virada para o canto mesmo. E eu fiquei ali o dia inteiro, nem para o que a gente chamava de recreio, nem para o recreio eu saí. E ela falava, você é burro, então você tem que ficar aí. E eu fiquei ali. E quando acabou a aula, eu fui para casa, a minha avó que me buscava, né, estava eu e minha prima, que tinha a minha idade já, né, já não sempre, a gente estudava, ãh... a gente estudava junto E aí eu falei para minha prima, eu não volto mais, né, não quero ir mais para a escola, porque ela estudava em uma outra sala. E, ãh, não queria voltar. E no dia seguinte não teve jeito, me levaram para a escola, fui calado. E numa bobeada, da, tinha um senhor que ficava recebendo as crianças na entrada, né? E, numa bobeada, chegaram três ou quatro crianças juntas. Eu saí de costas, andando de costas, assim, <laughs> e corri lá para Pedroso de Moraes <laughs> Então, eu falei, não vou entrar de jeito nenhum nessa escola, <laughs> vou apanhar, né. E eu fiquei sentado na esquina da Pedroso ali. E falei, bom, vou esperar passar o tempo e depois, na hora da saída, eu volto. E ficava olhando, assim, dava, tinha um alcance visual. E eu achei que eu já estava lá uma eternidade, tanto que eu abri minha lancheira, fiz o meu lanche, né. Falei, vou esperar, né, pequenininho. E fiquei esperando ali, achei que, falei bom, já deve ser horário da saída, vou até lá né. Vi um movimento, <laughs> o movimento era de gente me procurando, porque <laughs> eu não sei como aquele senhor havia me visto.

Então, aí aí quando eu cheguei lá, estava uma loucura. Meu pai, minha avó, todo mundo procurando e eu chegando assim <laughs> e... Aí meu pai me perguntou por quê, o que é que acontecido. E eu falei, ela me bate, eu não vou entrar mais aí, né?

E eu, criança levada, né, e assim, com umas convicções também, <laughs> eu achava que a vida tinha que ser vivida em liberdade, então eu odiava ver alguma coisa presa. E lá havia um viveiro de passarinho enorme, <laughs> cheio de passarinho, e entrava um senhor lá,

Aí eu falei, Mauro, fica olhando, né? Se vem alguém que eu vou soltar esses passarinhos <laughs> E eu abri a porta do viveiro, entrei lá, xô, vocês estão livres, né? E pus tudo para correr de lá e, putz, causou maior revolução na escola, né? Queriam que meu pai pagasse os passarinhos e foi legal que ela está falando, não. Foi um princípio dele, ele achou que tinha que estar em liberdade, então ainda fui apoiado, ainda bem. E depois, umas semanas depois, também deram falta minha dentro da sala de aula, ninguém me achava. Eu estava brincando com tatu bolinha, sabe aqueles tatuzinhos? Tinha uma horta grande lá, né? Então eu estava deitado no chão, na horta, brincando com os tatus. Bateu o horário de voltar para a sala, eu não voltei. E de novo, todo mundo procurando. Ele fugiu de novo. E não era, eu estava brincando lá dentro da escola mesmo com os tatus. Aí acabaram me tirando dessa escola também <laughs>

Fui estudar.

Chamava Escola de Demonstração, naquela época. Aí depois passou a ser Escola de Aplicação, que existe também até hoje lá. Então, era um ensino muito puxado. Então, quando a gente saía de lá, ela ia só até o ginásio, né? Eu ainda peguei aquela transição de série, de ano para série. Então, havia um... Tinha um quarto ano, né? Você fazia... Você passava... Tinha uma espécie de... O que?

Admissão, exatamente. Isso isso quando eu entrei na escola. Quando eu estava no segundo ano, né? Que era primário. Era tudo ano, né? Era primeiro, segundo, terceiro ano, depois admissão, depois era primeira, segunda, terceira e quarta série, depois ia para o colegial. Então, no meu segundo ano, mudou essa história, então virou tudo série até oitava, ótimo para mim, que eu não não não fiz a tal da admissão. Na escola também, nessa época, tiraram, tinha latim e alemão, tiraram, graças a Deus, então a gente ficou só com inglês e francês. E... Então... Mas era uma escola de um ensino muito puxado. A gente era cobaia lá, na verdade, né? Tudo que se aprendia lá, depois, se a metodologia desse certo, eles passavam <laughs> para as outras escolas. Senão, a bucha era nossa,
né. Porque era mais longe,
Você ia de... É, daqui até lá são uns três quilômetros.
a pé?
Não, tinha um ônibus. Meu pai pagava o ônibus, né?

E aí vinha, esse ônibus pegava a gente. Era um ônibus daqueles de luxo, grandão. Era muito legal andar todo dia naquilo, né, e... Do seu Carlos. Né, e ele que levava a gente para a escola.

Na Rua Sagarana tinha mais quatro crianças que estudavam comigo lá. Mais um pouco para trás aqui também tinha mais a... Mas duas meninas, três meninas que estudavam aqui. Então tinha bastante gente aqui do bairro que estudava lá. Era muito difícil de entrar lá, muito difícil.

Acho que praticamente por cento. Depois vinte e cinco por cento era como faxineiro, trabalhador de cantina, né, que não fossem professores. E depois, vinte e cinco por cento tinha um sorteio, não. Primeiro era assim, você tinha um teste, eu pelo menos fiz um teste, é... a professora contava uma história e você tinha que repetir. A minha história era a história de uma boneca de louça. Ela contava, contou a história da boneca de louça e pediu para que eu repetisse. E eu, acho que já deu para notar, eu sou muito detalhista, <laughs> sempre fui. Eu repeti exatamente a história e ela ficou meio assim. E como minha mãe já havia, eu tinha seis anos, né?

São dez letras, né?

Lia gibi, né? E aí... Mas era assim, então tinha esse teste de... para saber se você era capacitado ou não. E depois depois do teste, se ainda as vagas fossem menores do que a quantidade de de alunos disponíveis, né, então eles faziam um sorteio. Por sorte eu entrei, meu irmão entrou, minha irmã já não entrou. Então foi lá, ginásio.

Nove, porque eu repeti um ano. eu... na sexta série eu tive tudo, aquelas doenças de criança eu tive todas. catapora, sarei da catapora, peguei sarampo. Sarei do sarampo, peguei cachumba. Sarei da cachumba, peguei rubéola. Sarei da rubéola, e eu não fui para a escola, acho que metade do ano. <laughs> Aí não teve jeito, né? Lá a gente, média era sete, não era cinco. Era muito puxado, então não deu, eu não acompanhei mesmo e repeti. Então eu acabei ficando lá nove anos. E teve uma coisa interessante, que a... só havia até a oitava série, né? Nessa época foi quando meu pai perdeu, vendeu as lojas de tinta e ficou sem emprego, né? E... Então, eu estava indo para o colegial, meu pai não tinha dinheiro, né, e eu falei, meu Deus, né? Então, no começo da oitava série, eu comecei um movimento lá dentro da escola para que criassem o colegial. E aí, legal, porque assim, muitos outros garotos da minha época... também estavam querendo continuar lá. E aí a gente foi fazendo um movimento para ver o que que rolava, e a diretora falou, olha, não adianta vocês falarem nada, vocês têm que fazer, isso daí vem do reitor da universidade, não é nada assim tão simples. Eu falei, então o que tinha que fazer? Ah, não, imagina, você tinha que ser recebido lá pelo reitor, né? Nem eu consigo, é uma coisa difícil. Eu falei, está bom. E eu fui atrás do reitor. Fui, fui, até que eu consegui que ele me recebesse. Depois de muita <laughs>

Não dá, né, a gente tem um milhão de coisas, não é simples fazer assim. E apareceu o colegial, então a gente tem que estudar muito como é que vai ser feito isso ou não e tal. Mas se você conseguisse chegar aqui com um abaixo-assinado aí significativo ou significante, significante, ãh... você com, sei lá, umas três mil assinaturas, Porque tinha oitocentos alunos, né, onde eu ia arrumar três mil assinaturas, né. Mas se você conseguisse isso, de pessoas interessadas, a gente podia abrir o processo de começar a caminhar para o colegial. Falei, ah... amanhã, né, e saí que nem um louco. Então eu tinha um amigo que tinha moto, Ricardo. Ricardo, vamos aí, a gente vai ter que passar em todas as casas de todo mundo. Peguei endereço de todo mundo da escola, eram oito Então, a gente ficou uns três meses, na verdade, aplicados nisso, eh... para conseguir as assinaturas. Eu consegui as oitocentas, depois eu fui na casa de todos os funcionários da escola, de todos os professores da escola, de, e, assim, ãh, fui, é... outras pessoas que passavam ali pela escola. Ah, o que você faz? Ah, eu sou professor aqui da faculdade de não sei o quê. Ah, tá, você tem filho?

Que idade? Ah, que ótimo, você não quer participar? Então eu comecei e eu consegui as três mil assinaturas, né. Aí eu cheguei e fui lá no reitor de novo. Falei, ó, três mil assinaturas. E ele não acreditou, né? O que que é isso? Você criou assinatura? Falei, não, está, inclusive nome, endereço de todo mundo aqui e o porquê que são interessados na... E ele não acreditou, e nem eu, porque ele decidiu que iria ter então o colegial. E eu falei, graças a Deus, né? Só que aí não deu para dar continuidade, então eu já estava na oitava. E ele falou, olha, não vai dar para o ano que vem, mas só para o outro. Eu falei, está bom, né? Aí ele falou, não, mas aí veja bem, no outro ano eu vou começar o primeiro colegial. Então, para você não vai dar.

Tudo bem, mas não foi em vão.

Mas foi uma coisa legal, né, que dá orgulho. Você fala que legal. Garoto e conseguir criar essa história desse movimento todo.

O senhor lembra o? O senhor lembra o nome? do reitor?

Não, mas eu não lembro.
É... e o senhor lembra o nome desse reitor, para quem não sei se faz esses pedidos? É, não lembro. O reitor
morava... <laughs> Isso eu vim descobrir depois, eu nem sabia, porque ele era todo assim...é... Era muito difícil você acessá-lo, né?

Que era a rua onde eu morava. E, assim, essa rua é ridícula, né? Tem um quarteirão só. Descendo aqui essa grana é essa primeira travessinha à direita, né, que é contramão até. Então, e era... o reitor morava ali, uma casona e tal, mas não tinha acesso nenhum.

Ah, vários.
Conta para a gente algum episódio.
Teve... Na oitava série, acho que até por conta desse movimento todo, eu ia tomar pau, eu não ia passar de ano, porque eu não me apliquei o suficiente. E eu também, na verdade, sempre fui um aluno razoável, eu nunca tinha sido nenhum aluno desse, nunca fui cê dê efe, eu nunca fui de estudar, nunca fui. Então eu prestava atenção na aula e para mim bastava, né. E... então eu era um aluno mediano. E acho que por conta desse movimento todo, essa empolgação, né, que foi uma maluquice, no fim do ano eu ia acabar sendo reprovado, porque eu tinha que tirar nove em francês, que era uma matéria daquelas que, assim, você não se empenha tanto, né, matemática, português, física, lá tinha tudo, a gente tinha aula de educação sexual, que ninguém tinha, né, Então, a gente tinha muita matéria, né? e... Aliás, era um tabu danado você falar em educação sexual naquela época, né? Década de setenta, que que isso? Então, tinha uma professora, que era justamente a professora de francês, ela falou, você tem que tirar nove para passar de ano, para ficar com média sete, né? E ela falou assim, sen senta aqui. Ela chama a dona Yara, vira e mexe, encontra a Yara aqui pelo bairro também. E aí, ela... me sensentou do meu lado e falou, olha, já vou te falar desde já, você está reprovado, você não vai tirar Imagina que você vai tirar nove Sabe, você é um aluno que não se dedica. E ela falou um monte de coisa assim que era verdade. Né, você não se dedica, você não tem empenho. Sabe, você está aí ligado ao movimento de de montar o colegial, mas você não está pensando na... em passar, né, de ano e tal, teu empenho está muito baixo. E eu, putz, aquilo foi uma cacetada tão grande, mas assim, muito grande. Ela falou, você está reprovado. Eu, se fosse você, ela falou, com essa atitude que você está tendo hoje, eu nem faria a prova, porque nove você não vai tirar. E aí, putz, eu saí de lá, imagina, quatorze, quinze anos, eu tinha quinze, acho. Eu.. eu falei, pô, essa mulher está louca, por que ela fez isso? Mas aquilo mexeu profundamente comigo. E E faltava dois ou três dias só para a prova de francês, né? E aí eu falei, bom, vou estudar. E eu, pela primeira vez, abri o livro <laughs> que eu não tinha nem mexido, eu só prestava atenção na aula, né? Abri o livro de francês e falei nossa... E comecei a estudar. Estudei dois dias, né, e fui para a tal da prova. Quando eu sentei e olhei o... a prova, eu falei, está brincando, porque... Vai ver que ela falou aquilo e ela montou uma prova ridiculamente fácil para eu tirar os nove. Só pode ser porque não é possível, está muito fácil isso. E achei ridícula a prova. Fiz aquilo em minutos, assim, todo mundo lá sentado, eu acabei e a gente quando acabava levantava a punha na mesa e podia sair. Levantei e pus a prova na mesa dela. Ela olhou e falou assim, ah, vai entregar em branco, né? Falei, não, eu fiz tudo. Ela falou assim, você está brincando? Falei, não, eu fiz tudo. Senta lá, revisa. Falei, não, eu já fiz a prova. E aí ela pegou e falou, pega sua cadeira e senta aqui na frente da minha mesa, né? Que ela estava na mesa. Eu peguei e sentei. Os outros continuem fazendo a prova, né? todo mundo fazendo, e ela pegou, está aqui, vou corrigir aqui na sua frente, né. E ela foi corrigindo, e uma cara de espanto, e eu também assustado com aquilo, e ela pôs certo, eram vinte questões, ela pôs certo nas vinte questões. Aí ela... ficou emocionada, E falou assim, antes de eu pôr a nota, eu já estava vibrando, né? Quieto, né? Mas, ela falou assim, antes de eu pôr a nota, eu vou te dizer que... primeiro funcionou o que eu tinha pensado. Pelo que eu te conheço, eu sabia que se eu te cutucasse, você ia reagir. Então, eu ia me desculpar com você, mas nem vou desculpar. Eu acho que o que eu fiz foi certo. Era para mexer mesmo com você. E, pelo visto, você resolveu estudar. Essa foi a prova mais difícil que a gente já montou aqui. E você acertou todas as questões. Mas, eu vou te dar nove. Eu vou te dar nove. E assim, posso inclusive dizer o porquê. Na verdade, tinha uma... Olha que coisa imbecil. Mas ãh um dos nomes que estava escrito na questão... Era a Hélène, né, que tem dois acentos, e eu não acentuei, não pus nenhum dos dois acentos. Eu só tinha que copiar aquilo para responder. O que a Helena foi fazer não sei onde? A Helena foi fazer não sei o que lá. Então eu só copiei o nome e eu não aceituei. Ela falou, não vou te dar dez por isso. Mas na verdade não é por isso. Eu podia te dar dez, que você merecia os dez, você acertou tudo. Dois acentos não iam Mas é porque eu acho que ainda é mais uma forma de eu te motivar. Você consegue mais. Então, minha vida, por incrível que pareça, mudou dali. por causa da dona Yara Porque eu fui para o colegial e, assim, eu estudei um ano no Fernão Dias, que é um colégio que também existe até hoje, colégio de Estado, que meu pai não tinha como pagar a escola,

Eu, se eu não pensasse para responder uma prova, eu tirava Então, fui eu e mais seis amigos para lá. Nós éramos em sete. Então, tinha o vestibulinho. No vestibulinho, eu entrei em segundo lugar. Imagina, eu, né, que era, assim, um aluno mediano.

E assim foram os sete, o Maurinho, o Mauro. E eu fui o segundo no vestibulinho. Então, se eu não pensasse para responder as provas do colégio, eu tirava dez. Era muito fácil. Todos nós tirávamos só dez. E a gente era mal visto no colégio.

Era uma coisa assim, chata. Então eu não entrava em sala de aula, eu jogava futebol e eu fui reprovado porque eu tive vinte e seis por cento de frequência em aula. Então eu faltei setenta e quatro por cento <laughs> do tempo e eles me reprovaram por isso.
E aí, você ficou desmotivado?
Completamente. Aí meu pai me perguntou, então que colégio você quer ir?

Aí, meu pai falou, então você vai, vai para o objetivo. Eu falei, o quê? né. Que era o meu sonho, né? Os maloqueiros todos, <laughs> toda molecada ia para lá.

Apesar de ser muito puxado, ãh, a gente podia discutir uma matéria. Se eu conseguisse justificar um porquê, eu podia sair da minha sala de aula e não assistir. Era tudo uma questão da nossa consciência. E nesses colégios, o Rio Branco, imagina isso. Então todo mundo reclamava desses colégios. Então o legal era ir para o objetivo, que era um colégio que A gente falava, colégio de maloqueiro, né, porque ia para lá, passava de ano, porque eles passavam de ano todo mundo, e quem queria estudar podia estudar. E foi a melhor coisa que me aconteceu também, porque quando eu cheguei lá, eu estudava de verdade, de verdade. Então, eu cheguei a fazer uns grandes absurdos. Nunca fui cê dê efe, né, eu era um aluno mediano. Mas quando eu vi que quando eu estudava melhorava muito meu desempenho, Ainda coincidiu que, no meu primeiro colegial, tinha um menino que se chamava Dong. Era um coreano. E o Dong ele tinha uma deficiência. Ele caiu quando bebezinho, na Coreia. A mãe dele trabalhava numa plantação de arroz. E ele caiu e bateu a cabeça. Ele ficava num cestinho. dentro de um cesto enquanto a mãe trabalhava na plantação de arroz e ele caiu e bateu a cabeça, então ele teve um afetou alguma coisa no sistema nervoso. Então ele não tinha coordenação motora fina. Ele era um cara todo assim, ele falava com muita dificuldade e ele era um cara completamente rejeitado. E eu, músico. Eu já tocava nessa época. Então tinha Lá tinha festival de... de música Eu participava. Logo no primeiro ano já entrei participando, né. Então eu era um cara muito popular e o Dong, né, assim, exatamente o contrário. Né, ninguém brincava com ele. Um dia eu conversei com ele, já lá pelo segundo semestre, e vi que as pessoas não ligavam muito para ele. Eu achava aquilo um um absurdo. E comecei a fazer amizade com o Dong, e... um gênio. O cara era um gênio, mas ele era todo duro, muito rígido, não conseguia escrever.

E... então ele não conseguia, imagina, marcar um xiz, de jeito nenhum, escrever alguma coisa em duas linhas. Ele usava um caderno inteiro para escrever uma palavra, né, que ele não tinha coordenação motora fina. Então eu fiz amizade com o Dong e o que eu fazia? Eu sentava com ele nas aulas e eu fazia o meu caderno e fazia o dele, porque ele só prestava atenção na aula. E eu sabia como era prestar atenção na aula, porque eu também era assim. Então eu fazia o meu e fazia o dele, fazia o meu e fazia o dele. E as pessoas começaram a achar... Interessante isso. E algumas meninas começaram a se aproximar, e para o Dong isso era uma maravilha. E, ah, deixa eu fazer hoje o caderno do Dong, essa matéria pelo menos, e não sei o quê, e aí começaram outras pessoas a fazerem o caderno do Dong. E ele não brincava, não participava de esporte, nada, e e ele falava para mim que fazia Karatê, e eu também. Então eu falava, então vamos lutar. E eu batia nele direto, mas assim, de sacanagem, né? Dava uma... E aí ele caía, e quem via isso ficava chocado, né? O que é isso? Ele está batendo em um deficiente, né? Só que ele levantava e batia em mim, então eu fugia dele. Intervalo de aula era esconde-esconde, eu e o Dong. Tinha que ficar fugindo dele, que ele vinha para me bater, né? E eu nele, ele bobeava, eu vinha por trás e pá, né? E aí as pessoas começaram a ver que o Dong era humano e ele começou a se sentir humano, porque até então ele era um êtê coreano, feio para diabo, coitado, <laughs> gorducho, todo duro, não conseguia subir a escadaria do colégio, tinha que ir de elevador. Então as pessoas começaram a ver que ele era humano e foi lindo isso. O Dong, eu estudava por conta dele, né, a gente tinha que estudar, eu tinha que escrever muito, porque eu escrevia o meu e o dele, e ao mesmo tempo a gente tinha esse convívio social gostoso. E aí foi, foram os três anos assim, o Dong se tornou um cara hiper popular no colégio, né? E... brincava com todo mundo, começou a participar de esporte no colégio, ele ia jogar futebol de salão, caía o tempo inteiro, mas ele ia. Então era muito legal isso. E quando acaba o colegial, um dia ele veio, ele falava, vou imitar ele, era muito engraçado, depois para mim era engraçado.

Eu falei, Dong, você virou viado. Depois de três anos juntos, você veio me dar presentinho, né? Que estava acabando, né, o colegial. Aí, pacote todo esquisito, né? um... Parecia um pastel, assim. Eu falei, que diabo que é isso? Eu falei, você quer que eu rasgue o pacote ou você quer que eu abra? Porque tinha durex para todo lado, assim, né? Ele falou, eu que fiz o pacote. <laughs> <laughs> Eu falei, percebe-se, Dong, está horrível isso. Brincando com ele. Aí eu abri o pacote e tinha um saquinho plástico com um par de de de luvinhas daquela que é feita de lã dentro. Eu falei, nossa, Dong, que eu provocava ele muito, né. Dong, tudo que eu queria, cara. Pleno verão, né, um parzinho de luvinhas de lã. Maravilhoso. Tinha que ser de você mesmo esse presente lindo. Obrigado, meu amigo. E fiquei brincando com ele. E ele chorou, né. Eu falei, Dong, sacaneei. Peguei pesado. Ele falou, o jeitão dele todo atrapalhado, meu pai tem uma fábrica de luvas. A fábrica que fez essa luva é do meu pai, mas quem fez a luva fui eu. Eu fiquei seis meses fazendo essa luva. E aquilo quando ele falou e incrível, acho que foi um dos melhores presentes da minha vida. E ali eu percebi um monte de coisa que E que parte da daquilo que a gente chama de dom meu estava ali também , entende? (emocionado) De trabalhar com pessoas especiais, né? <cries> E de usar sensibilidade para abrir caminhos, né? <cries>

<cries> Só que, mesmo assim, nessa fase, eu pensava em fazer publicidade, né. Então, eu acabei entrando, prestei três faculdades, entrei nas três, em duas, eu estava entre os dez melhores colocados. Então, a professora da dona Yara <cries> teve sempre... Agradeço.

Como é que começa o envolvimento com a música?
Então, a minha história com música também começou aqui, né? Eu tinha oito anos, não, eu tinha sete anos. e minha família humilde, né, família simples. Minha avó tinha muito dinheiro, minha avó paterna, porque com essa história de flores, né, ela vendia muita flor e ela chegava em casa em dia de festa, né, Natal, Dia das Mães, esses dias que se vende muita flor, ela chegava com, ela tinha uma Kombi E ela entrava em casa com a Kombi, com seis, oito latas daquelas de óleo grande, né? Aquelas latonas, acho que são vinte litros, cheias de dinheiro. Porque ela trabalhava e vinha com a Kombi. Porra, parecia um carro forte aquilo, via aquela quantidade de dinheiro. Então, minha avó ganhava muito dinheiro, né? Mas a gente era muito simples. Meu pai, minha mãe, eu, né?

E com sete anos eu cismei que queria um violão, que eu queria ser músico. E de jeito nenhum, né? como é que Primeiro que músico não era profissão, né? Imagina ser músico. E como é que vai comprar um violão? E se comprar um violão, como é que você vai ter aula de violão? E eu achava isso o cúmulo, porque meu pai tocava violino, entende? Falei, como é que é possível isso, né? Minha avó incentivou meu pai, mas a mim ninguém incentivava, né? Aí a minha mãe, coitadinha, muito do jeitinho dela, falou, olha, se alguém pode, mamãe não pode, nem o papai, mas se alguém pode te dar esse presente, é a sua avó. Então, converse com ela e veja se ela te dá no aniversário. E eu, muito envergonhado, fiquei esperando a minha avó um dia me perguntar o que você vai querer de aniversário. E ali já, <laughs> aquela que você passa o dia inteiro do lado. E aí até que a minha avó falou, o que você quer de aniversário? um violão. Ela falou, está bom. Eu falei, nossa, assim fácil, né? <laughs> <laughs> Eu falei, credo. E eu nervoso dias, né? <laughs> Aí a minha avó me colocou na Kombi, né? Que ela tinha a Kombi. E me levou. Até uma loja, e eu lembro, assim, até hoje, fascinado, porque todo lugar que eu olhava tinha violão, né? Pendurado, aquele monte de violão. E ela falou, escolhe o que você quiser. E eu falei, e agora, né? E fiquei olhando pela beleza, né? E aí o vendedor falou, olha, levam para criança, né? Que é um pouco menor, né? E eu falei, está bom, onde é que eles estão?

Falei, quero aquele. Minha avó falou, é aquele, é o presente dele. E eu fui embora com aquele violão, né? Aquilo era o que eu tenho até hoje, é claro. E aí... E aí, como é que iam me ensinar a tocar? Meu pai não tinha a menor ideia. Ele tocava violino, que não tem nada a ver, né? As pessoas acham que é parecido e não tem nada a ver. E aí, como é que ia fazer? Eu fiquei... dos oito aos dez anos, tentando entender sozinho o que que acontecia. E já estava com ódio do violão. E assim, às vezes eu tinha tanta raiva, é pena que eu não trouxe esse violão para vocês verem. Tem o braço do violão e tem a parte onde se afina o violão, né? E... naquela ponta do violão, ele é todo roído, porque eu chorava e eu mordia aquele violão, eu roía ele, porque eu queria tocar e não tinha como, né? Até que um dia alguém me falou como que se fazia para afinar o violão. Mas isso eu já estava com o violão há mais de um ano. E aí quando me ensinaram como é que fazia para afinar, eu falei ótimo. Então a partir dali eu comecei a tocar sozinho. Eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e aprendi. E quando eu tinha já quatorze anos, naquela época do ginásio, para sair, para ir para o colegial, eu já dava aula de violão. para as crianças, porque eu sabia já tudo, gozado, né? E foi uma coisa engraçada que eu também não consigo entender, mas eu aprendi sozinho aquilo. E aí eu, é... sempre, então, eu toquei violão, né? E depois tem mil histórias com relação <laughs> ao violão, mas acho que foi esse o princípio, né? Depois eu fui estudar um pouco mais, de verdade, entender como é que funciona o violão. Então sempre tive muita facilidade. Eu era canhoto, mas eu sou ambidestro hoje. Então tanto faz tocar de um lado ou do outro. É lógico que algumas coisas eu apanho. Para tocar piano, por exemplo, a mão que eu tenho mais facilidade para assolar é a esquerda. E no piano não tem jeito de você inverter, né. Então a minha mão direita é um pouco mais lenta. E é engraçado, tem umas coisas assim, percursão eu tenho que tocar ao contrário, flauta eu tenho que inverter também. Então eu acabei tocando diversos instrumentos, mas tudo meio que me adaptando entre essa história de ser canhoto ou ser destro ou não ser nada. Às vezes dava uns curtos assim. Se, vamos supor, abrir torneira, tinha dia que se eu pensava, até hoje acho que ainda dá de vez em quando, mas se eu for pensar com que mão que eu vou abrir a torneira, eu não mexo nenhuma das mãos e não tenho o que comandar para ir mexer, sabe? Então, não sei se vira assim ou se eu viro assim. Ou se assim eu fecho ou assim eu abro, fica... Se pensar, estraga, né? <laughs> Então, tem que ser uma coisa meio que deixa acontecer e a mão que tem vontade vai na frente e faz, né? Para tudo, carinho... chocalho, se for tocar, eu acho que eu prefiro mil vezes fazer movimentação com a mão esquerda, mas se me dá na direita, eu vou fazer também. Esse foi o começo com música, mas eu não podia, né, ser músico, porque músico não era profissão, né? não era Meu pai queria que eu fosse médico, advogado, né, tinha que ser uma das três coisas, ou médico, ou advogado, ou engenheiro, né? porque alguém tinha que dar certo nessa família. <laughs> <laughs> E eu sou o primeiro da família que faz faculdade, conclui uma faculdade, depois minha prima acabou fazendo, mas eu fui o primeiro.
Vamos então entrar nesse período que você estava falando, que você escolheu a publicidade, né, que passou em três anos.

E aí você decide fazer qual?

Eu fui fazer publicidade, acho que por causa da versatilidade. Eu sempre fui muito versátil. Então, qualquer coisa que me que me dessem para fazer, eu fazia. E eu tive muita dificuldade. Eu queria ser músico, mas eu não podia. Então, eliminava músico. Então, como eu eu eu... como eu sempre fui muito versátil, eu achei dentro da da publicidade um universo, que tem de tudo dentro da publicidade. Então, eu podia fazer de tudo, entende? Então, foi até o porquê de ter feito publicidade e propaganda, que tinha a ver comigo também.

a mais cara que tinha, a mais cara. Então foi um sufoco pagar a faculdade. <laughs> Meu pai se matou, eu me arrebentei. Eu estudava à noite, tinha que trabalhar de dia.
trabalhando? é...
É, já fui trabalhar em agência de publicidade mesmo. Primeiro eu trabalhei no banco, trabalhei no Bradesco, uns seis meses. Aí eu falo, nossa, a vida é muito medíocre, desculpe os bancários, mas não dá. Aí não deu, né? E saí de lá e fui trabalhar numa agência de publicidade. Aí falei, bom, agora sim, né? Comecei de estagiário e foi indo. Então, devagar as coisas já tinham, já começaram a tomar um rumo Então, eu acabei fazendo a fa pê Era a faculdade mais cara que tinha, muito mais cara do que as outras, né, mas assim, eu achava que era um investimento que valia a pena. Era a melhor de laboratório. Quem era da área naquela época sabia.

Bacana era fazer a fa a pê, entendeu? Então, eu parti para fazer a mais legal na época.
E você fez o curso anos?
Quatro anos.
E durante esse período do curso você estagiou nessa agência ou você mudou para outra agência? é...
Eu comecei estagiando numa agência, aí eu fiquei só seis meses de estagiário. Naquela época era a época das das pranchetas, não tinha computador, né? Então, eu fazia arte, então eu fui para fazer um negócio que se chamava pestafe, que era montar a parte gráfica ãh de tudo que que a agência produzia. Então, revista, jornal. Trabalhei em laboratório de fotografia. E até era engraçado. <laughs> Um dia eu estava montando um pestape e e algumas coisas eu estava fazendo.

Era um japonês. A agência, nessa época, era uma agência de promoção. Existe até hoje.

O Simone era um cara... legal, que era o dono da agência, um dos donos, né, mas ele não era de estar dentro, olhando o que a gente fazia ou não. Mas o o Serginho, esse japonês, ele ficava lá dentro da agência, ele que cuidava do estúdio. Então, ele era um pentelho, né, gente boa para chuchu. E aí ele um dia sentou atrás de mim e eles me chamavam de Jacó. Eu deixei uma barba assim, garoto, de barba, e parecia um... libanês, alguma coisa assim, <laughs> narizão e tal. Aí eu estava lá fazendo e aí eu lembro que eu peguei, estava usando uma caneta de... O que que era? Ah, não se Eu lembro que estava fazendo alguma coisa com a mão direita, soltei e eu peguei um pincel com a mão esquerda e quando eu fui para... para mexer naquele trabalho, ele segura a minha mão, para, Jacó. Eu falei, o que eu fiz, meu Deus, né? <laughs> Você está louco? Como assim, não estou entendendo. você mexe com uma mão, mexe com a outra, o que você está fazendo? Aí que eu me liguei, eu não sabia que eu fazia isso, <laughs> para mim, você está concentrado ali no trabalho, era uma mão só, eu não sei nem qual, mas depois que ele ficou lá, até que ele me tirou isso, aí eu falei, não pergunta, está funcionando, não está, então deixa assim.

E depois eu falei, não vai ter jeito, eu estava fugindo da música a minha vida inteira, mas como dentro da minha formação também tinha rádio e tê vê, né, então eu falei, não, estúdio de jingle, né. E fui para um estúdio.
Você trabalhou na publicidade e depois começou a trabalhar com jingles, né? é.
É. Então, aí eu fui trabalhar com jingle, mas eu fui trabalhar de atendimento, né? Eu não tinha a menor experiência, né, dentro de um estúdio, né? Aí, eu já tinha trabalhado na eme te vi, nessa época. Mas aí era vídeo, né? Mas quando eu fui para lá, eu estava querendo ir, eles me fizeram um convite, mas para que eu fosse trabalhar como atendimento, né? Então eu ia conversar com o cliente, ver o que o cliente queria, né? Briefava, trazia o briefing e... e aí depois o pessoal executava. Eu ficava no meio de campo para aprender, né? Na verdade, ganhava muito bem,é... Foi engraçado, porque eu comecei a entender ali que a música tinha uma outra... uma coisa que depois eu defini como poder mesmo. A música tinha um outro poder. Falei, é esquisito, porque a gente mexe demais com as pessoas. Então tudo bem, é a comunicação, é o trabalho, né, que está desenvolvido por trás da música, é. Mas também tinha alguma coisa da música que eu falava assim, não, é muito poderosa. E nessa época eu já estava casado, minha filha já havia nascido, E eu falei, não, eu preciso... Eu estava nascendo, mais ou menos nessa época, e eu falei, poxa, tem um poder da música. E comecei a pesquisar e descobri a musicoterapia. E aí eu larguei tudo e fui atrás da musicoterapia. <laughs>

maluquice, né? Eu nunca mais parei, na verdade, de estudar. E... eu continuei, por minha conta, outros estudos. Eu fui para a Europa atrás de mais material. Eu fui fazer, aprendi coisas... malucas, né?

Então, aí sim eu me achei, né? Então, é... esse foi foi um jeito tem gente que pega atalho, né? Eu fazia o caminho mais longo, porque não deu para para fugir da música. Música é minha vida, na verdade. E estou aí com um trabalho, inclusive agora, ãh... que acredito que vai gerar um livro, que eu já estou escrevendo, falando exatamente sobre isso, essa coisa da música, com o que a música mexe, qual é esse poder da música.
país
Então, eu fui para a Holanda, né, a princípio. Depois eu acabei dando uma passeadinha pela Europa, curta, não dá nada muito para... para a gente ficar muito tempo por lá, tudo é muito caro, o curso é muito caro, a gente ganhar dinheiro lá é muito difícil. Então, como músico, ainda dava. Então, uma época eu fiquei lá meio que sozinho e não estava trabalhando, então eu levei o meu companheiro, né, meu violão, e fui barrado na Inglaterra, não me deixavam entrar de jeito nenhum no país porque eu estava com violão. Quando eu cheguei na Holanda, mesma coisa, queriam que eu voltasse. violão, vai ficar aqui como músico. Foi difícil, mas eu acabei ficando. Então, na Holanda, eu me virei muito, assim, né. Tocava no metrô, ãh, e tocava nas ruas, proibido, né, tinha que ficar meio que fugindo. Trabalhei de faxineiro, fiz faxina em casa. Imagina, era uma loucura. Fiz de tudo, né, tudo que dava para a gente poder ter um pouco de grana e ainda permanecer por lá, para poder investigar um pouco mais daquilo que me interessava com relação à música. Acabei fazendo também um trabalho curto, mas fiz lá com crianças com síndrome Então foi maravilhoso. E por aí foi. Mas toquei em prostíbulo, né, coisa maluca. Em Amsterdã, imagina, música dentro de um de um puteiro, né, <laughs> coisa maluca. <laughs> eme pê bê <laughs> Mas assim, o violão foi um grande companheiro, mas assim, da minha vida inteira, né? Então, é que aqui contando, mas eu acho que eu conto a minha história, a história da minha vida todinha através do violão, né? Então, que foi sempre a minha base, né? Então, muito legal, foram foram experiências gostosas na Europa com relação a isso.
Você ficou quanto tempo lá
Quatro meses só. Mas é engraçado porque como foi uma coisa muito intensa, né, eu tive tive a sensação que foi uma vida inteira. Foi um marco definitivamente na minha vida. porque de lá você tem acesso a tudo. Então, aí fui para a Bélgica, fui para a Alemanha, fui para a França, e você começa a passear, e aí cada lugar que você vai, ãh, nunca tinha grana, então eu entrava em algum lugar e falava assim, posso tocar um pouco? Aí eu acho que o pessoal olhava, meu Deus, brasileiro, músico, mas assim, ainda bem que eu toco razoavelmente bem <laughs> e canto, Então, eu tocava e cantava e, poxa, que legal, tal, e ganhava grana e comia, né? Eu ia tocar em restaurantes. Então, é, valeu um pouco a pena com relação a isso. Aí dava para estudar, né? Algumas coisas, quando dava tempo, né?
Você disse anteriormente que você toca em outros instrumentos. Você também aprendeu sozinho ou você estudou?

Acho que o meu princípio é sempre esse mesmo. Eu parto para para aprender sozinho, como autodidata, e depois eu vou aprender um pouco mais de técnica, né. Mas o início é sempre...ãh... Primeiro eu investigo se vai ser uma coisa legal tocar aquele instrumento ou não. Vou mexendo, foi assim como piano, teclado... Senta, vai tocando. Na minha cabeça, minha cabeça é muito matemática, muito lógica. Então, a música é completamente matemática e lógica. E tem, é lógico, que depois um outro estágio, que é o instintivo, que você acaba sem entender o mecanismo e a coisa vai embora. Então, depois, quando me interessa, eu vou aprender um pouco de técnica, Vou estudar, mas é... se não, vejo que não tem muito interesse, deixo. Agora vou fazer. Esses dias vou fazer um curso de tabla, que é um instrumento indiano de percursão que toca-se com as duas mãos. São dois... sei lá, instrumentinhos de percursão, bater. E eles falam. Então, o indiano toca aquilo com uma maluquice. É um instrumento rico de sons e tem toda uma cultura por trás disso. Então, é isso que agora começam a investigar. Toca um outro instrumento maluco que chama didjeridu. que é um instrumento aborígene, que é uma árvore que ãh os cupins comem, ela fica oca e você sopra e aquilo tem um som. Tem...vixe, tem um monte de coisa que eu gosto, que eu vou atrás. Com voz também. Fiz alguns cursos de... É um curso... meio maluco, <laughs> que fala que parte dos mongóis fazem... Sabe como a gente vê a luz virar um prisma, né, forma um arco-íris e tal? Eles fazem isso com a voz. Você emitir uma nota e ela se desmembra. Então, é maravilhoso, é muito bonito o som. E eu faço, acabei desenvolvendo essa técnica. Faz uma nota. Tem quem chame isso de canto de uma só voz. abre um leque de harmônicos, né? Mas é uma nota só que você está emitindo. É muito legal.
O seu trabalho atualmente, você trabalha com musicoterapia, né? É. Como é que funciona?
Então, musicoterapia também é uma coisa hipervasta, né? Então, assim, trabalho... O meu primeiro trabalho, que foi em hospital, eu trabalhava com alívio à dor.

Eu estava estudando. Mas, assim, a história era aliviar a dor. Então, através da música. Então, existem... enes estudos feitos sobre isso, mas eu tenho um estudo pioneiro até, que é a maioria dos estudos, a maioria não, todos os estudos são voltados à música clássica. E o meu trabalho foi desenvolvido em cima da música popular brasileira. Então, aonde e como, empregando a música e quais, você pode aliviar a dor. Então, eu trabalhei com pacientes terminais, né, câncer, com tudo o que se tem... de mais dolorido por aí , né, para começar a entender onde que eu podia encaixar uma técnica. Então isso é uma coisa. Na Holanda fiz um trabalho com crianças com síndrome de Down. Então, para, na verdade, é... era um trabalho de socialização para que eles conseguissem participar mais de um grupo, de ter uma atividade onde mexesse com coordenação motora. Então, é um leque vasto. Você pode trabalhar estresse, a pessoa está muito estressada, vamos trabalhar. Então, quer dizer, desde coisas simples até coisas muito...ãh, que mexem demais com a pessoa. E... eu aprendi uma técnica com o francês de acupuntura, onde a gente eliminou a utilização da agulha. Então, são diapasões, né, que são forks, né, garfos, que são usados, você bate, ele começa a vibrar, emite uma nota, ele tem uma vibração, a gente usa para para afinar instrumentos. mas ele desenvolveu um uma frequência diferente, mexeu em oitavas, né, então são grandes frequências bem baixas e... cada um deles é utilizado em um dos pontos da acupuntura, então a gente não precisa mais furar a pessoa, quem tem medo, de agulha e tal, então já está livre disso. Então eu já trabalhei com isso há oito anos. Também vira e mexe, dá uma aperfeiçoada na técnica... Eu mesmo acabei descobrindo algumas algumas coisas que deu para contribuir com a técnica... Tem trabalhos de que a gente chama de cura, né, que na verdade é uma coisa que não gosto muito, que é meio que voltado a xamanismo, mas assim, que eu sou muito pela pesquisa científica, então eu gosto de um apoio científico, e... mas mesmo assim, vira e mexe, tem umas coisas que você fala, putz, isso aqui não dá para negar e vamos usar, então a gente usa. Mas a musicoterapia em si é usada como uma ferramenta, na verdade, que vai estar ajudando a um grupo, né, ãh, ãh, que pode ser formado por médicos, por fisioterapeutas. Ãh, e a gente meio que dá uma moldada. A maioria, o peso mesmo da musicoterapia é embasado nesse trabalho de grupo. Mas é lógico que você pode aplicá-lo em algumas outras situações. Né, então, tem diversos instrumentos, que foram criados, né, que a gente usa também na musicoterapia. Como tem uma cama que é toda de madeira e a parte de baixo dela é toda de cordas, então você toca, ela emite uma uma nota numa determinada frequência que te ajuda a harmonizar ou acalmar. Né, então, tem, é um negócio bem vasto. E outras técnicas que eu fui aprendendo, como uma técnica de respiração chamada renascimento, que é um nome que eu não curto, mas assim, é uma técnica que que mexe através da sua respiração com o teu autoconhecimento, com... você você altera, teu... seus padrões, é uma técnica muito interessante. É.. Deixa eu ver o que mais... Tem, na verdade, <laughs> um leque bem vasto. Mas,
Você atualmente atende pacientes?

funciona?
Eu montei um espaço, né, que é a minha clinicazinha, e a gente atende as pessoas lá. Trabalho também, ãh, às vezes, para alguma técnica eu preciso usar um pouco de massagem. Então, ãh, também trabalho com algumas massagens. Não é uma coisa que eu diria assim, não, eu sou massoterapeuta, massagista, não. Eu uso, fiz cursos, né, claro, é... mas eu uso apenas como mais uma ferramenta para um determinado trabalho. Às vezes, para a aplicação da da acupuntura, a pessoa chega lá completamente rígida, ou com muita dor... Então... antes de mais nada, a gente dá uma soltada no corpo da pessoa, vê qual é a técnica que pode ser usada, se é uma técnica mais profunda como a Ayurvédica, ou se é meramente uma massagenzinha só para soltar um pouquinho a musculatura, e aí depois a gente começa a trabalhar. Então, são... ãh... eu criei uma forma de que essas técnicas estejam interligadas, assim, e eu possa estar utilizando delas, uhum, no meu trabalho.
Vamos voltar só para uma coisa pessoal. Você falou que, ãh já estava casado, tinha filhos e tal, aham. Conta um pouquinho dessa história, como você conheceu sua esposa.
Ah, é. Teve uma outra coisa aqui interessante também. Bom, eu queria ser músico de qualquer jeito, né? Eu tinha vinte e poucos anos, solteiro, né, já havia feito a faculdade de de comunicação, né? E aí eu falei, não, eu precisava tocar, eu precisava tocar, eu precisava tocar, morria de vergonha de tocar, não me considerava músico, né? Então, porque o músico é aquele que está lá na área mesmo, praticando e tal, não era só ter estudado, né? Então eu falei, puxa vida, e agora, né. E aí, como eu tinha uma certa graninha, eu falei, vou montar um lugar para eu tocar.

Tinha dois bares, que eram bares, assim, boteco, né, uma coisa meio... que já não existem mais, e fora isso não tinha nada, era oficina mecânica... muita residência.

Então, tive essa história aí.

Como se chamava?

Não é um nome maluco, mas assim, de marketing era péssimo, né? Mas ãh... era um bar muito interessante, porque ele tinha um porão e eu resolvi usar o porão. E o porão ãh... tinha o pé direito muito baixo, um metro e quarenta, por aí, um metro e meio, né? E eu falei, poxa, como é que eu vou usar aqui embaixo? E aí a gente resolveu, eh... era eu e um sócio, né? A gente resolveu, então, eh, contratar garçons, anões. Então, eles eram todos anõezinhos de circo, né? Existe um um... é... Como chama? Ah, uma entidade que cuida só desses anões de circo. Eu fui atrás, descobri qual era... E aí a gente contratou alguns, né, para vir trabalhar como garçom. E toda a decoração era de duende. Então foi muito engraçado, porque logo em seguida foi um boom aqui em São Paulo de eu acredito em duende. E o meu bar era de duendes, né, coincidentemente. Então foi maravilhoso, né. Todo mundo queria ir para o meu bar. Então eles têm a mão pequenininha, eu tive que adaptar algumas coisas, que nem bandejas e cestinhos para eles servirem nas mesas. As pessoas entravam abaixadas, era muito engraçado. E na parte de cima tinha música ao vivo, né, onde era o meu palco.

e Roberto Moraes, que era um músico maravilhoso da época, e E muitos caras famosos começaram a tocar no meu bar também, que foi muito legal.

E eu falei, bom, Bossa Nova, música, comigo mesmo, vou lá. Cheguei lá e aí aconteceu uma coisa engraçada com o meu nome. Ele que falou de nome. O... o pessoal chegou, era marcado um horário para esse teste e começou a chegar todo mundo mais ou menos junto. E não teve uma organização para montar a chegada do pessoal. Então, quem vai ser o primeiro a ser, a fazer o teste? Quem chegou primeiro? Ah, não, fui eu, fui eu, fui eu, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, olha, tudo bem. Eram sessenta e poucas pessoas Vamos fazer o seguinte, fica porque era um negócio meio que legal, né? Ia dar uma grana boa, então choveu gente, né? E vamos fazer por ordem alfabética. <laughs>

Adivinha quem foi o último, né?

E fiquei o dia inteiro em jejum, né, aquela coisa, sem comer, esperando até o cara me atender, o tal de Kleber Papa. Aí esse cara atendeu uns cinco ou seis que estavam antes de mim, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eu falei, ah, ele já está dispensando, né? bom, eu vou entrar e sair, né? Aí eu entrei e ele falou, olha, já falei para os outros aqui, estou falando para você também, eu já estou, sabe, esgotado, estou aqui o dia inteiro fazendo isso, não comi assim como vocês. Mas eu já tenho a pessoa, já está definido, então eu queria te agradecer. Ah, está bom. Ainda bem que pelo menos você me recebeu, né, que eu estou o dia inteiro aí, né. Agora, você podia contar para mim o que que é esse trabalho? Eu falo, olha, é a respeito dos trinta anos da Bossa Nova, né, vai ser feita uma apresentação, a pessoa vai falar um texto sobre esses trinta anos da Bossa Nova e em seguida vai entrar um dos caras da Bossa Nova mesmo, né, e vai fazer um show.

Eu falei, putz, grilo. E e Mas o cara precisa tocar? Eu falei, né? Ele falou, não, não precisa tocar. Eu falei, não, é porque eu estudo música há tantos anos, né? E eu sou minha, meu barato mesmo é tocar eme pê bê, mas bossa nova. Você toca? Eu falei, toca. O que que você toca? Eu falei, violão. Você toca? Eu toco. Pera só um minutinho. Pegou o telefone. Fulana, traz um violão. Falei, beleza, né. Aí que ele me deu o violão. Ele falou, o quê que você toca de bossa nova? Falei, pede que eu toco. Falei, toco. Fala que eu toco. Aí ele começou a falar e eu comecei a tocar.

E pá, e eu quase morri. Então foi uma experiência fantástica na minha vida. O show que ia ser assim, a apresentação que ia ser de cinco minutos, passou a ser de ( Eu sentava, ia tocando violão e contando a história da Bossa Nova durante quarenta minutos. E, às vezes, contracenava comigo mesmo num telão que tinha atrás de mim, né, que a gente já tinha deixado as imagens gravadas, então E... e eu ia tocando violão e contando a história da Bossa Nova, né. E, depois que eu tocava... Eu agradecia e falava, olha, vocês já estão agora dentro da Bossa Nova, esse clima já é o clima, né, já é o clima da Bossa Nova, estamos na década de sessenta, com vocês. Aí era o mais bacana, né, Tom Jobim, Uma Noite, Baden Powell, Carlinhos Lira, Carlinhos Vergueiro, todos, todos da Bossa Nova. Cada noite era apresentação de um. e... alguns, algumas grandes surpresas, assim, então, um dia que eu apresentei o Baden, né, quase que eu tropecei para sair, né, que eu saia de um lado e eles entravam do outro. Eu não encontrava com eles no palco, eu apresentava, o pessoal começava a aplaudir eu saia e eles entravam. Mas aí o Baden sentou lá no banquinho, violão, não é, é... tocou uma música e falou assim eu queria chamar de volta ao palco Esse rapaz, eu era novinho.

E eu, nossa, né? Voltei, ele falou, cadê o viol Pega o violão. Aí eu <laughs> voltei, peguei o violão, puseram um banquinho, toquei com o Baden. Foi uma coisa assim que eu falei, <laughs> o que é isso? Né, aí, umas duas ou três noites depois, já perto do encerramento, também a mesma coisa. Apresentei nesse dia diferente, né, um piano branco de caldo enorme no palco, dividindo o palco comigo. e... a hora que eu terminei, falei, olha, com vocês, né, Tom Jobim, e saí do palco, ele sentou no piano, conforme eu estava é... saindo pela escadariazinha do lado, subiu a a crooner dele, e falou assim, fica aqui que o Tom quer falar com você, <laughs> e eu congelei ali na saída, ele subiu no palco, começou a tocar, e falou, olha,

Aí eu voltei e ele falou assim, o que que você canta, meu? Eu falei, olha, acho que eu canto tudo, mas agora acho que nada. <laughs> Ele morreu, ele dá risada. Ele falou, faz Águas de Março com a menina?

Pelo amor de Deus, <laughs> eu falei, faço. Aí eu acabei cantando, eu, ele e ela, Águas de Março, foi um negócio assim. Então diz que a gente tem três minutos, cinco minutos de sucesso na vida. Eu tive vários minutos, assim, principalmente nesse nesse nesse nesse evento, que foram os trin Esse ano agora que vem comemoro os cinquenta, né? Queria muito refazer isso, que ia ser uma coisa maravilhosa, né? Mesmo sem o Tom, sem o Baden, né? Naquela época já sem o Vinícius, mas ainda tem Toquinho, que é um cara que eu toquei com ele também, no Fico, né? Que era o festival do colégio. Então, tem uns momentos, assim, que deixam a gente achar que faz que faz parte da história, né?

E a sua esposa?
perdão. <laughs> Então, aí eu montei o bar. E eu fiquei com o bar três anos e meio. E não dava mais, né? Trabalhar de dia e de noite, eu estava ficando maluco. Falei, vou ter que vender esse bar. E começou a abrir mais bares, né? No segundo ano que eu já estava lá. Bom, forrava. A minha rua ficava cheia de gente querendo entrar no bar. Eu tinha que pôr segurança na porta. Foi muito legal. As pessoas queriam entrar Festejavam. Estou há duas semanas para entrar, consegui entrar, né? Então, aí, como os outros começaram a sacar, começou a abrir bares em volta. Abriu na frente, abriu do lado, abriu, começou a abrir um monte. E no terceiro ano que eu estava lá, já tinha uns vinte ou trinta bares abertos. Foi uma coisa coqueluche, né? Falei, ótimo, então é o momento de vender, né?

Amo demais minha filha. Então, é um prazer ter a minha filha, muito bom. Hoje ela está com treze E... com dez anos, a gente ia completar dez anos de casado, nove anos e não chegou a completar dez Eu me separei da Cris, somos amigos, temos esse presente que é a nossa filha, né, que nos une.

E aí, depois, ãh, fiquei uma temporada sozinho, né, até que quando eu voltei da Holanda, eu conheci E... a gente está junto já há dois anos. Minha filha passa parte do dia, parte da semana comigo, dois dias da semana comigo, três dias com a mãe e a gente reveza os finais de semana. Então, tem a Bruninha e Acho que a vida de casado se resume nisso.

Acho que, sem dúvida, é a melhor fase da minha vida. Eu sempre escutei falar que a vida começa aos qua né. E é impressionante que isso é um fato, é verdade. Quando a gente chega aos quarenta, a gente vê que a gente já tem uma maturidade, uma visão de vida... muito diferente, né, a gente tem um outro embasamento, calma, a gente tem... experiências e... isso torna, se a gente usa isso como ferramentas boas e apropriadas, a vida se torna muito melhor, então eu vivo acho que talvez agora o melhor momento da minha vida, trabalho com a música, tenho a mulher que eu amo, ãh, tenho os meus amigos, minha filha fundamental, Ainda tenho os meus pais, graças a Deus. Meus irmãos, todos são pais também. Então, eu já sou tio. Eu sempre achava que eu ia ser tio, que eu nunca ia casar. De fato, eu nunca casei, né? <laughs> Mas, assim, eu nunca pensei que eu fosse ser pai e nem que fosse um dia estar casado, morando com alguém, né? Então, foram etapas aí que a gente vai vivendo. E hoje exerço essa minha profissão de uma forma plena, linda. Adoro o meu trabalho, né. Acho que tenho que dar sempre muito de mim com relação a isso que às vezes representa através do meu choro, que é a sensibilidade. Essa sensibilidade... Uso muito isso no meu trabalho, né, não me envolvendo, mas sentindo o que realmente é o melhor para cada paciente, né, e explorando as minhas técnicas. Estou realizado.

<sighs> Você sabe que quando eu... Eu vim para cá para fazer um trabalho de oficina de letras, né, com o pessoal do Clube da Esquina, que é uma maravilha. É uma delícia você estar ali diante dos seus ídolos. e está aprendendo, né, então

E... aí surgiu essa oportunidade de de fazer essa esse trabalho aqui com vocês, né. E.. nisso, eu não gerei expectativa nenhuma, né, eu vi Eu conheci as pessoas que formam aqui o museu, Ãh, acho que faltava conhecer você, mas assim, e fiquei impressionado com a estrutura, com a harmonia que existe aqui dentro do trabalho de vocês, com a preocupação com relação ao humano. Fiquei impressionado com com o trabalho realizado aqui dentro. Então, eu não quis criar nenhuma expectativa. Eu falei, eu vou aberto. E... foi assim que eu sentei aqui para a gente começar a fazer a gravação, é... confiando naquilo que eu senti na estrutura do museu. Então, um prazer, uma coisa gostosa que a gente sabe... da seriedade e do esforço, da batalha, que depois acabei conversando com o pessoal e vendo a batalha para conseguir chegar a um padrão. Esse padrão hoje está aí no mundo, né, é uma coisa impressionante. e esse foco com relação ao objetivo de vocês. Então, para mim, mais do que um prazer poder participar, né, com um pouquinho também da minha história, para para toda essa história da humanidade, que eu acho que é uma coisa linda, né, uma proposta maravilhosa.
Então, a gente que agradece a sua presença aqui. Imagi

Obrigado a vocês. Obrigadão.